Queria que você começasse dizendo o seu nome completo, a data e o local de nascimento.

E trinta E você sabe qual é o o nome dos seus pais e dos seus avós?
Sim. Vós Meu pai é Rafael Manzano, minha mãe é Aida de Camargo Manzano.

Qual é que é a origem deles? O
Meus avós paternos são espanhóis. E meus avós maternos são eh... O meu avô, brasileiro. Descendente, inclusive, de Bandeirantes, lá da cidade de Campinas e outras coisas mais.

E a minha avó era italiana. Nascida, não me lembro, não sei em que cidade da Itália, mas era italiana.

E os seus pais? Seus pais nasceram aqui em São Paulo, já, né?
Da mamãe, sim. Papai, não. Papai nasceu na Espanha. Ele veio, chegou da Espanha aqui em São Paulo, com ele é de noventa e nove, chegou em mil novecentos e oito, ele chegou com uns nove anos, junto com um imigrante que o meu avô espanhol era imigrante. Ele fugiu lá da, como se dizia, <laughs> da da Espanha, em modo de dizer, né, que era mineiro, e veio tentar a vida em São Paulo. Papai, quando chegou aqui, o viaduto do chá, na década de mil novecentos e tanto, ele era feito de madeira, e eles vieram morar ali perto de <coughs> Santa Casa, que já existia a Santa Casa, e eles iam no mercado central lá buscar a mercadoria que o meu avô vendia. Eles precisavam tomar cuidado para não cair naquelas madeiras, que a madeira abria e podia cair, porque embaixo era o rio, né?

E se caísse no rio, <laughs> a altura era grande.
<laughs> E você sabe a origem do seu nome? O porquê que escolheram o seu nome?

pessoas que estão na idade, na faixa dos seus oitenta anos, para

Tanto é que eu brinco eu brinco não quando eu dou o meu nome por causa dos computadores e por causa que um tempo atrás foi feita uma inscrição de um telefone em meu nome e fizeram com um vê e depois eu não achava a inscrição na na telefone.

Mas isso há vinte anos atrás, um telefone que valia em valor de hoje dez milhões.

Quatro valia uma faixa de dez mil re dez dez milhôes dez mil daquela época. E eu não achava o telefone.

Se for com ésse é descen decendência italiana.

E eu queria saber assim, você lembra da sua casa quando você era criança?
Muito, muito criança não, mas quando eu tinha já meus sete, oito anos, eu me lembro.
Como ela era?

iguais, em frente de Moliro, mas do lado que da que era da.

o fundo do do do do do comércio, do armazém né. E aí depois para nós, eu e meu irmão, que era mais velho do que a mim, so sobrava um pouco para nós, porque com sete, oito anos ele tinha que carregar carvão nas costas né, levantar seis horas para eh levar leite e pão nos clientes, tinha que ajudar alguma coisa.

Fiz os meus estudos lá no... no grupo escolar né, depois posteriormente eu formei me for me formei no no grupo escolar, aí fui fazer, naquele tempo a gente fazia o técnico, que era o guarda-livros e contabilidade.
Mas me conta um pouquinho mais da época ainda do grupo escolar. Como que era seu dia a dia? Você se acordava e aí? É E aí
Ia para o grupo escolar, né? muitas vezes fazer uma farra desgraçada. Outras vezes, né?
<laughs> Lembra? Tinha uniforme? Como que era?
É, tinha uniforme, que era calça azul e blusa branca, né? E naquele tempo eles não davam, não. Naquele tempo quem tinha que que fazer e comprar e dar e pôr na na criança, né? A única coisa é como... Na época, eles não exigiam tanto calçado, porque o calçado era caro, né? Na década de mil novecentos e trinta e tanto, quer dizer eu entrei no grupo escolar em trinta e sete, com sete anos. Aí fui até quarenta e tanto, quando fui fazer o curso técnico, primeiro de de guarda-livros, que era a profissão que dava na oportunidade, e posteriormente, então, contabilidade. Quando depois eu me formei em mil novecentos e cinquenta. E naquelas farras todas que fazia, fui levando puxão de orelha.
<laughs> Conta uma que você fez, vai, para a gente.
Conto uma que eu machuquei a orelha aqui, que tem a marca até hoje.

E eu não queria sair da sala, ele me pegou pela orelha. Mas quando ele me pegou pela orelha, ele abriu a orelha, né? Aí começou a sangrar. Aí E eu, então, o que eu fazia? Em vez de eu pegar e pôr o lenço na orelha, eu punho o lenço abaixo da orelha, que era para o sangue pingar. <laughs> Aí cheguei em casa com a orelha machucada, a mamãe me perguntou, eu disse que era. Ela foi lá tirar essa sa... Porque mamãe era meio fogo, né? Eu até me lembro de uma ocasião, nós ali onde nós morávamos, em frente era tudo mato.

Não tinha casa, não tinha nada, era só terreno.

E fizeram sobrados. Então a gente ia brincar nos andaimes de mocinho e bandido. E o que é que a gente fazia? A gente puxava um pouquinho a tábua do andaime, E sabia que ele tinha, e vinha correndo e pulava. Agora, o cara que vinha atrás não pulava. Ele pegava e, às vezes, caía com a madeira e tudo nas costas. <laughs> Coisa de criança mesmo, dez anos, né? Aí, uma ocasião, nessa nesse sobrado, eles pegaram e amassearam todos os vidros. Eu e meu irmão fomos lá e tiramos toda a massa. Ficamos com um monte de massa no. E do italiano que tinha construído, que até eu me arrependo muito, lógico, criança não não não tinha arrependimento. Aí ele veio e veio com brigar com a minha mãe no armazém. E minha mãe falou, não, eles fizeram. E eu estava até com a prova na mão. Eles fizeram então, o senhor repõe que eu pago. Aí ele pegou e não se satisfez com o co e começou a ofender a mamãe. A mamãe tinha sangue meio quentinho, tinha uma cesta de ovos que ela vendia, que punha espunha os ovos. Ela passou a mão num ovo e atirou no rosto do homem. E o homem puxou um revólver. Puxou o revólver né. Isso me lembro hoje, naquela ocasião, achei mamãe valente que nem sei, né? Mas por cúmulo da sorte, o o senhor, que devia ter uns dez anos mais velho do que a mamãe na oportunidade, ele teve uma certa consciência, né? Se não ele podia ter. Fosse hoje eu não sei não, né? Porque hoje os caras não não pensam muito, né? <laughs> É Hoje eles fazem. E aí a vida vai indo, vai rodando né.
E você lembra de alguma professora que tenha te marcado?

<coughs> Professora de Geografia, que até eu não esqueço. E hoje, até hoje, já que você perguntou, eu costumo comentar muito. E eu pergunto para a pessoa, você sabe qual era a população de São Paulo em Mil novecentos e trinta e oito então a pessoa diz

E depois eu pergunto para a pessoa, e você sabe qual era a população de São Paulo em mil novecentos e quarenta e cinco? A pessoa geralmente não sabe, mas eu sei que era na base de um milhão e meio. Então eu comento, que no dia que terminou a guerra, em oito de maio de mil novecentos e quarenta e cinco, eu era boy e trabalhava na cidade. Então, com aquele regozijo de terminar a guerra, porque talvez se a guerra continuasse mais um pouco, já tinha ido tido tropas brasileiras, já tinha ido para a Itália, que foram Inclusive, um amigo meu, eeh um amigo meu ele eh o o irmão de um amigo meu, faleceu lá, foi morto na Itália, na Força Expeditiva Brasileira. E, em regojizo àquilo, nós cho chocava a bonde, que naquele tempo era o bonde, né? Era o bonde aperto.

Sabe por quê? Porque ele era um um mão de vaca, disse que não abria a mão. E ele foi pegar o bonde e não abria a mão para pegar o balaúso e plá, caiu no chão. <laughs> Mas, na verdade, se a guerra continuasse mais um pouco, talvez eu fosse. Porque tanto é que em quarenta e nove eu fui ser militar, olha isso e convocado, né?

E ele, parece que em cinquenta e um, cinquenta e dois, aliás, teve diversos comandantes que depois tiveram que servir lá no

E tinha e estudando. <laughs> Não dava nem para pagar a escola. A mamãe e o papai que tinham que pagar alguma coisa. Então, eu fazendo o curso, eu passei de soldado para cabo e passei a ganhar oitocentos reais por mês aí. Pelo menos, já estava um pouco melhor. O curso eu fiz rápido. Fiz em quarenta dias.
O curso técnico?
Não, o curso de cabo. Ah O curso eu continuei fazendo. Né ia na escola. Às vezes ia fardado porque tinha que voltar para o quartel, <laughs> mas poucas vezes né.
E naquela época, como como que era? Você ia fardado na escola e qual que era a reação do Era normal?

Só um professor de inglês, bonzinho que nem sei, mas setenta e tantos anos atrás era uma coisa né hoje é o e o professor ele chegava e eu sentava lá no fundo da sala e ele chegava e me punha na frente não sei porque ele cismou comigo né deve saber <laughs> aí um dia eu estava fardado e ele pôs para a frente e falei, ah não vou Não vou o o meu lugar é aqui, porque com todos os professores eu eu fico aqui... Não, porque esse ele começou com coisa, né? Então eu falava, eu tiro, porque ele disse que a gente desabotando né, que é tirando um o desabotando um botão, a gente estava estava pelado. Aí eu tiro a túnica e vamos lá para fora.

Então, <laughs> mas é coisa de de criança, né? Coisa de criança. Que, aliás, não sei não se hoje eles não fazem pior, né? Eu estava vendo ontem o absurdo de que tem que proibir o uso do celular dentro da sala de aula. Não tem que coisa fazer uma lei para proibir. Tem que ser proibido e acabou. No cinema é proibido, mas no cinema é que você está se distraindo. Ou no teatro está se distraindo. É proibido o uso do celular. Imagina na escola que a professora está dando uma aula, você... Ele está com o celular, que nem mostra lá os caras com o celular. Tem um lá que ficou quinze minutos falando, o o repórter vendo, marcou. O rapaz ficou quinze minutos abaixadinho, porque não está prestando aula, coisa nenhuma. Usa o usa um o o Fone de ouvido Fone de ouvido, que é um absurdo. Precisa uma lei? Não precisa lei coisa nenhuma. O cara não pode entrar. Tendo um monte de lugar aí, coisa que você não pode entrar, com mesmo com o celular. Eu fui entrar no banco outro dia com a pasta, e devia ter alguma coisa de metal no Banco do Brasil. Tive que deixar. Ainda bem que eu em ci estava em cima, mas aqui tem um lugar para o senhor guardar. Apois não. Depois eu guardei a pasta, né? Saí com a chave e fui fazer o serviço que tinha que fazer dentro ali no Banco do Brasil, da Lapa, que é mais ou menos justo. É Porque nem tudo consegue se pegar dentro de uma pasta.

Você co você comentou comigo que conheceu sua depois esposa sua sua sua depois esposa aos treze anos
Né Foi, re realmente.
Queria sa saber o que é que você lembra do dia quando você a

E eu passando por lá, mesmo na escola, quando ela ia na casa da avó dela, eu, brincando né com os colegas, e a conheci. Depois eu ta frequentava o baile, que também tinha lá, o ne nesse baile, eles ensinavam a dançar. Inclusive, em quarenta e seis, fundaram o tal do Baile da Saudades da Lapa. União Fraterna é uma dissidência da Lapa né.
Mas você lembra E aí Do dia em que você a conheceu? Não, o dia não.
O dia não eu sei me lembro Qual foi Que coisa e tal e que depois de umas rodadas, aí nós fomos passear, tem ali a rua Jorge Schmidt, que tem uma ladeira né que vai sair na na nos trilhos da Estrada de Ferro, e ali é meio desertinho, hoje nem tanto. <laughs> A gente ficava subindo e descendo ali conversando né, comentando algumas coisas, e foi quando depois eu disse para você que um dia estava na esquina, apareceu <laughs> o o o velho. Né aí ela falou, e meu pai vem eu falei, então, você quer que eu Ela falou, não, vai embora que eu converso com ele. Aí eu peguei, quando ela falou, vai embora, como eu desci rápido daquela rua Jorge Schmidt, entrei na rua na rua João Arce, como eu vim sair rápido na rua Doce,
Você saiu correndo?
Correndo não, mas com o passo meio apertado. E se houver, ele me alcança. <laughs> Aí depois foi só aquele sustinho.
E aí o que é que ele disse depois? Não é que ela
Depois de uns dias nos encontrou, ah se quiser namorar, é no portão. Pensei bem e falei, bom, então vamos para o portão.

E e justamente o portão era o portão da casa dele como zelador. Porque ele trabalhava na estrada e morava ali como zelador. À noite ele tinha o barzinho lá dentro do salão. Até uma passagem bacana. Um ne ne num dia eu estava no baile e E os bailes naquela época, as meninas ficavam de um lado, né as mulheres, e os homens ficavam do outro. Só quando era marido e mulher é que ficavam mais ou menos juntos, mas mesmo assim até os maridos vinham. Quando começavam as músicas, a gente fazia um sinal e ia dançar. A menina vinha, dançar

Que é meio assim, né? Não falei nada. Também a gente tinha educação. Aí quando eu volto, de repente, quando eu olho que ela voltou tudo mais, ela vai e senta. E a minha namorada senta no colo dela. Puxa vida. Aí tirei para dançar. Falei, quem é aquela senhora? Falou, é minha avó. Puxa vida, gozada. Eu fiz mesura para ela passar né. E ela me chamou de estúpido. Ela não falou nada.

A minha esposa, né? Aí na outra coisa ela falou, não, ela não chamou você de de estúpido, ela chamou de es tú, porque eu tinha apontado você para ela. E quando ela passou perto de você e que você foi, ela te chamou de es tú, não de estúpido. <laughs> Eu entendi português e tudo mais, e o barulho da da da do pessoal conversando, eu entendi outra Você sabe que casamos e tudo, ela faleceu, acho que depois nós estávamos casados há uns dez anos, ela nunca me chamou pelo nome. Ela me chamava por de es tú, mesmo quando eu perguntava <laughs> para ela, e o es tú, como é que está? <laughs> Portuguesa, né? <laughs> Isso eu nem esqueço. <laughs>
E eu queria, essa época você tinha quantos anos, mais ou menos? Nessa época que vocês iam nos bailes, você tinha quantos anos?
Bom, ela nós nos conhecemos em quarenta e seis, eu tinha Que eu me lembro o a o ano o ano, o dia, o mês, eu não não me lembro. Mas o ano eu me lembro, porque nós nos conhecemos em mil novecentos e quarenta e.
E vocês iam nos bailes assim com a família toda e?

Para ir no baile tinha que... Como que era?
Normalmente... Que horário que começava? Como que vocês se vesti Geralmente
Quer dizer lá os bailes naquela época começavam às dez horas da noite, né? Mas a gente outros salões.

Era um cinema, Cine São Carlos.

Até parece que melhoraram do que era naquela época. E tinha, eu ah também no baile do aeroporto, sabe, que naquele tempo não tinha trombada de avião. Aliás, tinha fim de semana, não digo uma vez por mês, mas pelo menos cada três, quatro meses a gente pegava uma condução e ia lá ver os a os aviões subir e descer, década de Mesmo quando as meninas já estavam um pouquinho já garotinhas, lá para ver os aviões descer, que era o, como é que a gente dizia mesmo, era um panorama do do do paulistano, né? E tinha uns bailes bons lá, viu? E os bailes naquela época lá era tudo smokin, gravata borboleta, tinha Mesmo nesse baile que eu te mostrei da da fraterna, quando era o baile preto e branco, eh o o coiso era smokin Podem ver que a fotografia era smokin. E as mulheres, mesmo no baile comum, você tinha ali paletó e gravata, e as mulheres tinham vestido sempre abaixo do joelho. Já tinha saído a minissaia, mas não podia. Mas isso já é uma época um pouco mais recente já. Já seria na década de
E aí vocês iam muitas vezes, eh quantas vezes por semana ou por mês vocês iam nesses bailes? Olha
Olha, grosso modo, pelo menos duas vezes por mês. Era uma forma que a gente tinha que estar mais junto, né? Só que a velha estava lá, né?
<laughs> Vocês namoravam então nesses bailes e no Namorava no baile, na ruazinha, né?

E como
Que era Eu me lembro num baile de carnaval...

E quando foi à noite, lógico, aí fui buscá-la para ir ao baile, que ela também ia ia. Coisa porque meu sogro trabalhava. Meu sogro, o irmão dele trabalhava no baile e eu também trabalhava. Quando cheguei lá, tinha uma mulher que tinha visto de de vestido de mulher e contou tudo para a minha sogra. Só vi a bronca da minha sogra Não deixou nem ela sair. Ela conversou comigo pela janela. Numa bronca Aí eu peguei, digo fui embora, peguei e fui no baile. Cheguei no baile, ela foi também com a mãe. Só que <laughs> não podia nem chegar perto. <laughs> Ficamos brigados, acho que no mínimo uns cinco, seis meses.

No no interior era uma praça. Aqui na Lapa, naquele tempo, os garotos ficavam, os rapazes ficavam na parados na frente da rua e as meninas ficavam passeando na no meio, né?

Ficavam subindo e descendo aquele pedaço. E eu estou lá coisa, ela subiu com umas primas e tudo mais. Aí eu fui lá tirar satisfação onde ela ia.

A avó dela morava ali. Aí eu não fiz por menos, fui junto. <laughs> Estava já há um pouco de tempo né, então já fui junto.
E como que era o namoro? Vocês trocavam carta? Como é que funcionava? Pegava na mão? O que é que era?

Era o máximo, né? Podia Só na hora que ia embora que a gente conseguia cavar um ou dois beijinhos, mas aqueles beijinhos <laughs> tipo selinho. Hoje não, hoje é hoje nem é selo, hoje já é o telegrama inteiro, né? Mas não era só eu não, viu? Eu sei que tinha uns amigos que faziam, cada um lá tinha, era só na base do selinho. <laughs>
Só mudando um pouquinho de assunto, você falou de trabalho, e eu queria saber, assim você comentou que começou a trabalhar já no armazém da sua mãe, né? É, ali já... <coughs> Você já trabalhava com o quê?

Naquele tempo tinha uma um lugar de de de moto, até um tio meu, irmão da minha mãe, num desastre de moto, ele estava numa árvore, encostado com a perna por cima da bicicleta, o cara perdeu a direção, esmagou ele e o fígado dele saiu pela boca.

Eu não pude eu não sei nadar até hoje. Acho que por causa disso aí, eu tive uns três colegas que mergulharam e ficaram presos no lodo lá embaixo né. Eu então acho que era disso aí. Fiquei com medo. Só que tinha uma desvantagem. Eu chegava em casa com os cabelos molhados e levava um uns tapas da mãe. Também isso que eu acho que influiu no não aprender a nadar até hoje. Não tenho medo da água, mas <laughs> também a água passou do da cintura, não dá para mim dar uma pequena braçada para aliviar os pés, <laughs> não não vou não.
E era assim, era meio... Só e depois desse trabalho no armazém, você começou a trabalhar onde? Qual foi o seu próximo trabalho?
Quando eu comecei a trabalhar, eu fui ser boy.

Então fui trabalhar lá. E ali o papai depois arrumou eh emprego para mim aí na na Santos Jundiaí. Trabalhei na Santos Jundiaí cinco anos.
Você diz na ferrovia.
Aí fui servir o exército.
Quando saí do do exército eu... E como que era o trabalho na Santos Jundiaí?
Sempre escritório eu trabalhei. Sempre no escritório. Quer dizer, quan no início era boy, né? Ia lá carimbar livros. Tinha o onde o que era Cine República, que hoje é a Estação Re República do metrô, era um cinema. E ali naquela década de ci cin cinquenta, por aí, fizeram uma repartição pública.

E a gente ia carimbar o livro, a gente pegava, levava, tinha aquele um livro que estava cheio, para poder usar o novo, tinha que carimbar encerrando aquele e abrir o novo livro.

Que era do cliente, a empresa, o filme individual e tudo mais. E quando a gente dizia, oi, aqui, ele ele atirava o livro em cima da gente. Ele estava num balcão, no coisa tinha um, aqueles cinemas antigos com teatro, né? Tinha os

E depois fui fazendo a minha vida, me formei.
Aí você se formou em contabilidade.
Eu me formei em contabilidade, montei um escritório. Fiquei um bom tempo com o escritório. Ah
O senhor montou um escritório.
Não eu fui ser empregado no escritório.

E ele me perguntou o que eu sabia fazer, eu falei para ele que não sabia fazer nada, que eu tinha um diploma e não sabia fazer nada.

Aí ele disse que me pegou como empregado porque eu disse que não sabia fazer nada. Quem não sabe fazer nada é que vai aprender. Eu sei que no primeiro dia, ele chegou no primeiro dia de de de serviço.

Ele, imagina você, ele com um eleitorado naquele tempo de cento e vinte mil eleitores que tinha São Paulo, ele recebeu quarenta
mil
quarenta mil ele recebeu de de de voto. Né e eu trabalhei um ano e tanto.

e levava ele na escola.

E o que eu percebi? Eu estou formado, tenho um diploma, não estou aprendendo nada. E aí já estava querendo, né? Nós já estávamos já em Aí quando cheguei no escritório, ele falou, faz isso. Eu falei para ele, não sei fazer. Ele, assim, assim, assim. Faz isso, não sei fazer. Eu sei que ele me deu uns três ou quatro fazer, eu não sei fazer. Aí quando ele repetiu um deles, era para encher guias e tudo mais, eu era bom datilógrafo. <laughs> Hoje em computador, não sei nem mexer em computador. Dá inveja de ver elas mexerem, <laughs> mas eu não sei o que vou fazer. Diz que é a idade, né? Idade, porque os meus bisnetos, Meu bisneto com oito anos, porque ele estava lá com quatro, cinco anos, estava lá no no... Como é o nome que se dá? Aquela aquele Jogo né Videogame Videogame. Eles abrem internet, abrem tudo né, mexem em tudo. E eu até eu brinco. Eu costumo dizer para o cara que eu não sei nem ligar na parede.

Ele vai e compra o computador. Aí ele olhou no computador, não sabia se o computador era cento e dez ou duzentos e vinte, porque ele foi olhar tudo, lá ele falou, puxa, como é que eu vou fazer, né? Ele pegou, ligou para o sobrinho e... Brincando com o sobrinho, perguntou. Falou, ah, vô, não se preocupe. Liga, se a tomada for cento e dez, ele vai funcionar no cento e dez, se tiver Cento e dez se não tiver, ele vem para o cento e Se for duzentos e vinte, ele está no cento e dez, ele vai para o duzentos e Parece que é verdade isso, né?

Aliás, eu reparei.

E se eu desmentir para você, eu já comecei cinco cursos e não terminei nenhum.

Mas é aquilo, viu?

Eu comecei um curso, comecei acho que em setembro. Quando chegou em dezembro, a menina deu aquela semana de férias. Era para voltar em janeiro, isso já faz quatro anos, não voltei mais. Não sei porquê.
Não sei.

E me conta por que você resolveu fazer o curso de Direito depois.

Direito foi um so sempre um sonho meu, né? Eu, quando me formei em contabilidade, naquele próprio ano, eu fiz o cursinho que eu te falei, um cursinho para fazer direito, que naquele tempo só tinha duas faculdades. Só tinha a PUC, que tinha praticamente nascido em cinquenta, cinquen cinquenta e um, que é a PUC é Mckenzie não tinha não porque o Mckenzie parece que ele de vida, né?

A a a faculdade de Olinda, né? De Olinda, hein? <laughs> É porque Que é de mil novecentos e vin mil oitocentos e vinte e sete, né? Quando foram feitos os cursos jurídicos, começou... Uma se um mês antes começou Olinda, depois começou São Paulo, né? E eu... fui fazer o cursinho, fiz o o cur... Não consegui... entrar por meio ponto na na ma na matéria eliminatória. Aí no ano seguinte eu casei. Casei, começou a vir as cri as crianças e tal, então... E o escritório de contabilidade não dava para fazer o curso.

Não podia aparecer, então ele... Mas foi bom, uma faculdade muito boa. Aí me formei em mil novecentos e setenta e dois, me formei em Direito.
E como é que foi voltar para a faculdade, assim, depois de um tempo?

Como é que foi a faculdade, assim? Você lembra do primeiro dia?

No primeiro dia, tem o o que que hoje não estou fazendo tanto, o nome que a gente dá mesmo, o trote né. E eu tive uma sorte desgraçada, que tinha um rapaz, que o trote foi lá em Bragança, porque quando eu vim aqui para Guarulhos, eu já vim no segundo ano.

Ele me protegeu, não sei porquê. ficamos até amigão, ele era escrivão de polícia né, e não sei porque ele me protegeu um pouco, ele não me deixou, assim mesmo chegaram a pintar a tela do, porque também eu já estava com em sessenta e sete, estava com trinta e sete anos já, apesar que a idade média naquele tempo na faculdade, nas faculdades que surgiram, a idade média era sessenta anos, é porque o pessoal estava represado, Estava represado porque só tinha duas faculdades. A São Francisco só tinha, como até hoje, se não me engano, só tem cento e cinquenta vagas né. As outras faculdades, hoje a faculdade comum que fica catando os caras, fica até oferecendo coisas, normalmente, a de Guarulhos, quando me informei, eram
Então, o senhor era era novo na sua sala. O senhor era um dos mais
Sim, praticamente. Tinham mais jovens. Mas, mesmo assim, os mais jovens, acho que de mais jovens acho que eu não tinha

cinco anos né. E nós sentávamos ao lado, um cara amigo lá. E com o pessoal, inclusive, tinha um monte de de de de rapazes.

Mas o cara que tinha curso superior tinha uma vantagem, ele ficava no cargo e ainda tinha ah um provento, mesmo hoje, tem um provento maior, tem um adicional e tudo Então tem um monte de cara, mesmo do pessoal do fórum, Escrivãs do fórum tinham, o que assim amigo que eu me lembro, tinham uns oito.

E foi lá fazer o curso.
Hein Bastante mulheres?
Não, não tinha muito, mas tinha um acho que uns dez por cento também de mulher. Mas já na quando na minha faculdade já eram trezentas eh duas salas de aula, ainda com trezentos alunos no total.

Você ia me contar uma história dos... Vou contar uma coisa do duas. Uma é que eu levei um tombo e abri aqui os lábios, né? Que nem Só tínhamos pronto-socorro no pátio do colégio. Ali ao lado da da famosa igreja de fundação, ali tinha o pronto-socorro. São Paulo todo, né? Aí papai leva lá e sabe como é que os caras deram os pontos aqui? Na na agulha, né? Eu estou contando para você, eu estou sentindo o o o o cortar da carne na agulha. Aí depois o... eh eh

E ele tirou, mas já estava tudo para tirar também, para tirar os pontos, tudo, teve que tirar na coisa.

Ele estava com um cachorro e o cara pega me atiça o cachorro. Quando ele me atiçou o cachorro, eu vim para trás. Quando eu vim para trás, eu caí e caí em cima daquela borboleta da torneira. Então o negócio enterrou tudo para dentro, aqui na perna. Fui parar outra vez. Só que é a mesma coisa mesma coisa né Em vez de pegar e tirar aquela carne que foi para dentro, lógico que ela foi para dentro. Hoje, naquela coisa, eu não tinha concepção. Eu tinha o que uns Os caras não tiraram a carne, deram os pontos. Aí aquela carne, tive que também, tive que lancetar para poder tirar. Era meio vítima dos dos
<laughs> Teve que cortar para tirar de novo?
Tiveram que tirar tirei os pontos lá para poder tirar aquela aquela carne. Se você machucar aqui e a carne ficar, aquela carne que corta ela vai apodrecendo. É uma uma ferida.
E esses amigos dessa época, quem que eram? Amigos da escola,
Amigos de, mas eram de da rua, né? Uhum Porque naquele tempo a gente se reunia fácil na rua, inclusive tinha as turminhas, né? Hum Tinha a turminha e tinha as vezes turmas que uma não gostava da outra, né? Mesmo comigo, quando eu namorava lá, voltando ao namoro, <laughs> um dia, quando essa minha irmã nasceu, o meu sogro, eu ia buscar para a minha mãe. Diziam que era bom para para para leite, né? Parece que até hoje a turma ainda faz assim. Menos mas fazem, né?

Me xingou. Eu Eu brequei a bicicleta, né? Só que quebrou o... Eu brequei com tanta raiva que quebrou o cordão que prende a roda de trás e prendeu só o da frente. Então eu fui para frente <laughs> porque a roda parou. Aí eu caí todo, os caras foram embora.

Eu desci aquelas escadas que eram sobrado e peguei o cara, segurei ele na na bicicleta assim na frente. Falei, fala agora.
E ele?
Eu pedi desculpa, tal porque ele estava sozinho também, <laughs> e eu já tinha, como estava na minha rua né, <laughs> naquela hora que eu caí, eu dei uma de valente, mas se os caras vêm por cima, eu tenho que correr, o que eu ia fazer? Cinco ou seis? <laughs> né eu tinha que correr. Mas desci, aquelas escadas, a minha mãe, depois de um tempo, Ela não não não não não se conformou com a velocidade que eu desci, e abrir a porta e saí lá para fora. Acho que não deu para você contar, já estava lá fora na rua. E ni a rua não era nem asfaltada, era tudo de barro, né? Só tinha guias, algumas tinham guias, algumas nem guias não tinha.

Ia ser o mesmo pedaço, né?
E vocês se encontravam aonde com esse grupo?

Fazer o ponto.
É, tinha um ponto.

E nós estudávamos ali.

Porque meu pai era zelador.

E ele, para não deixar eu sem estudo, ele preferiu Colocar Com todo... Falei para ele, eu não vou ficar ficar policiado lá, pai. Por que eu que eu tenho que ir lá?

Já pensou se eu tivesse ficado lá?
<laughs> Mas quando você diz fazer ponto, vocês ficavam ali
A gente geralmente ia lá umas sete e meia, oito horas da noite. Ficava né parado, conversando, brincando, coisas, né? E as meninas passando. <laughs> Que o importante era Passando, né? Aí depois... Eu ficava até umas oito, oito e pouco, ficava por ali. Quem ia namorar, ia dar uma namorada e voltava. Quando chegava lá por umas nove e meia, dez horas, eu voltava para o ponto e o máximo que a gente conseguia ficar na rua era até umas dez e meia, onze Porque o pai não dava a chave, né? Você tinha que tocar a campainha. E quando a gente ia em baile, quer dizer, no baile voltava de madrugada, como nós estávamos no tempo da da guerra, tinha... O racionamento. Então o que eu Eu ia no baile, quando eu saía do baile, que o baile saia às quatro horas, eu entrava na fila do pão, né e quando chegava em casa, aí já lá pelas quatro e meia, cinco horas, sem a chave que tocava a campainha, eu estava com o pão na Não tinha bronca. Eu fiquei esperando <laughs> o o pão sair. Aí o velho ficava todo contente. Não precisava ele dar fila para para pegar o pão. Eu já estava com o pão em Era uma forma de poder chegar na boa. Aí passou um tempo, ele... Falou, está aqui a chave.
<laughs> Só que o horário E como era essa época de racionamento?
Racionamento naquele tempo, principalmente na entre trinta e nove até quarenta e cinco, quando terminou a guerra, o pão era era medido. Não tinha farinha, né? Não tinha farinha, o leite. Não era industrializado como era hoje. O negócio era tudo natural até. Tinha cara que vendia leite de cabra, como vende hoje lá no Nordeste, tirando o leite na hora.

Tinha as ca as vacas lá e o pessoal vinha descia a rua, tudo no barro, né e vinha lá e comprava o leite. Para poder né aí depois do término da guerra começou a melhorar, porque porque era o tal do esforço de guerra. O mesmo salário daquela época que pagava para o pessoal era salário pequeno.
E você lembra depois, eh quando você foi ficando mais velho, assim como que foi esse processo de resolver casar? Como é que aconteceu isso?

Eu já tinha aquele Depois começam a vir as crianças.
Mas o senhor pediu ela em casamento?
Ah, sim. Foi foi até noivado. Os pais tinham que ir no Meus pais foram da casa do do meu sogro.
Como foi o noivado mesmo?
Noivado foi feito uma uma reuniãozinha. Que hoje em alguns lugares parece que ainda costuma se fazer, né? em alguns lugares, não são todos não. Hoje faz-se mais uma reunião nos quinze anos da da da menina né, que depois para as minhas filhas <laughs> quando fizeram os quinze anos, nós fizemos, e foi aquele natural. Vai fazer a lua de mel, fazer a lua de mel em Poços de Caldas, <laughs> de ônibus.
Mas antes disso, me conta como foi o dia que você pediu ela em casamento? Você lembra?
Agora acho que não me lembro. Para chegar assim para dizer que eu pedi, acho que em sentido que tinha, como a gente já estava namorando, no mínimo, acho que naquela época, eu estava namorando um ano e meio, dois anos por aí, eh e quem foi pe quem foi que quem ia pedir eram os pais. Ah É Normalmente os pais do homem, do do do marido né, que seria, é que vai pedir a mão. Que, aliás, que no Nordeste, nesse lugar, nesse, ainda deve ser assim não é. Os pais
Seus pais, então, que foram falar com os pais dela?
Os pais, bom, fazem a gente avisa, né, que o pai, pelo menos eu me lembro que avisei que minha mãe e meu pai vinham tal dia para conversar com com a minha sogra e meu sogro, né, aí nós fomos juntos, chega lá, toma um café, papapá, né, e sai com... Eles eles com compromisso. Compromisso. <laughs> É porque eles que vão E depois a vida vai continuando.
E o casamento, a festa mesmo?
O casamento, sim. O casamento Foi marcado o casamento. E aí então quem Também tem aquilo, quem faz tudo, quem fez tudo, são os pais né. Eles que montaram tudo a A é vão preparam tudo e fazem. O casamento meu foi feito em casa. Não me lembro, não. Não foi feito em salão, não. Não, foi feito em casa, sim. Feito em casa. Hum feito em casa Nós casamos casamos naquela igreja da Rua Crélia. Igreja... Não estou me lembrando o nome. Que agora tem uma uma feirinha lá, né? Hoje tem a feirinha lá. Fechamos a igreja da da rua Crélia, <laughs> ali na Praça Cornélia. daquela igreja mesmo? Não estou me lembrando o nome dela. Aqui é da Lapa, é a Nossa Senhora da Lapa, mas aquela não estou me lembrando. Nós casamos lá, depois tem a... Aí vocês foram para Poços de Caldas, na lua de mel. Depois fomos no no fomos para Poços de Caldas. Ficamos lá uma semana.
E aí
A vida começa a vida, né?
Aí vocês foram morar Vocês foram morar com seus pais? É
Fui morar com meu pai Meu pai e minha mãe, que eles me deram. Não com meus pais, foi com meus pais, sim. Fui com meu pai.

Hoje é um prédio. E a mamãe deu um cômodo para nós. Lógico que depois...

sem precisar pagar nada, o que ajudou muito na desenvolvimento da vida. Pensou você monta um um um um compromisso e tal, e vai dois anos de moradia e o negócio.
Nessa época você trabalhava onde?
Eu já tinha um escritório de contabilidade. Tinha comprado escritório né.
Aí dava para tocar a vida.

O o próprio meu sogro, que estava aposentado, veio trabalhar comigo, me ajudava bastante.

Isso em mil novecentos e sessenta e, acho que foi sessenta, deu uma enchente. Deu uma enchente, que a enchente quase que uma anedota. Po posso contar a anedota? A anedota do cara que morreu e foi parar no céu e chegou lá, São Pedro perguntou para ele, como é que foi? Ele falou, São Pedro, deu uma enchente, tinha um velhinho do lado, falei uma enchentezinha. e o senhor precisa ver a chuva que caiu, o velhinho do lado, uma chuvinha. <laughs> aí E tudo que o o pastor falava, que tinha morrido por São Pedro, o outro dizia que era pequenininho. Aí Aí São Pedro se encheu e falou, cala a boca, Noé? <laughs> Então comigo, deu uma enchente ali, que agora está canalizado, mas a casa ficava na na, o córrego passava aqui,

E o córrego descia, que desce ainda hoje canalizado, e vem sair, inclusive, daqueles enchiam o Palmeira. Que nem a questão mesmo agora de um uns dois anos atrás, o Palmeira encheu por uma dessas chuvas.

E a casinha ficava para baixo, subia três degraus, A água começou, coisa as meninas eram pequenas, eu tinha o fundo do quarto um quarto no fundo, aliás, a patroa foi para lá com as crianças, e a água começou entrar a entrar por baixo das portas, tanto da frente como do de de trás. Eu peguei uma geladeira de sete pés, certo que eu tinha vinte e tantos anos, sozinho eu levantei e pus em cima de uma mesa, dentro de da casa, porque... um ano antes tinha uma história que a casa deu uma enchente e uma senhora para tirarem a senhora de dentro da casa tiraram pelo telhado porque não tinha condição os bombeiros tiraram e tinha o alçapão aí eu peguei uma televisão enorme também pus em cima de uma outra coisa e a água aí começou diminuiu um pouco a água e eu já tinha feito uma forma de subir para o telhado pelo alçapão porque a patroa lá estava num lugar alto né Aí depois dessa enchente, a patroa falou, olha, moro com você no morro, mas aqui não fico mais. Aí eu falei, para ela, vai ro arrumar uma uma casa que a gente, vamos ver o que é que a gente faz. Você sabe que eu fui trabalhar, quando eu voltei na hora do almoço, ela já tinha arrumado a casa.

Aí eu fui ver, não podia pagar o aluguel, porque não dava, né? Aí eu vim com o meu sogro, com a minha cunhada ia casar, Vim com o meu sogro, perguntei para ele se ele não queria vir morar comigo e me ajudar. Que queria me ajudar um pouquinho e tal. Ele veio e aí o meu genro meu cunhado que tinha já era casado morava no fundo, veio morar na frente e a minha cunhada morou no fundo. Tanto é que até que como ela como ele veio morar junto comigo, ela ainda estava solteira, o casamento dela foi feito lá em casa. Aí passou dia vinte e cinco de janeiro do ano seguinte. Ela parece que casou, não me lembro o mês. uma chuva que caiu no no dia anterior do do aniversário de São Paulo. A senhora me achou falou, nossa casa encheu. Aí eu falei, ah, você está criando problema. Peguei e fui trabalhar. Quando vo voltei, ela falou, não te disse, a casa encheu. Aí eu fui lá, tinha tinha entrado de água mais ou menos um metro e meio. A veneziana estava toda cheia de mato, que era veneziana, casa baixa. Derrubou, o muro caiu, Não E a água entrou tudo para dentro da casa. Bom, acabaram desapropriando a casa e hoje é uma praça lá. E na frente, era naquela ocasião, era uma uma tal de Saturno, que fabricava fa fabricava bateria.

Ali um quarteirão grande. Se não me engano, tem uns cinco, seis blocos. Estão vendendo até apartamento lá.
E depois vocês foram morar onde?

Que para você, para chegar lá na minha casa, de qualquer lugar que você for, você sobe no mínimo

No mínimo, no mínimo, você sobe quinhentos Porque lá em cima, na Rua... Ah e torpenteado, onde começa a Serra do Coréia e tudo mais, sabe qual é a altitude ali? oitocentos metros, né? É é um dos pontos mais altos de São Paulo. Pouco tempo estava lendo. Eu me lembro quando eu fui, que eu estava no exército, e que lá na década de quarenta e nove não tinha nada, era barro, e eu era vigilante do ar, como diz, então nós ficamos, e passa ficamos tempo lá. Acantonado como vigilante do ar, porque a minha artilharia era artilharia antiaérea, para ficar identificando os aviões. E ele era no ponto mais alto Onde nós passamos dois dias, ficamos lá e passamos fome, porque o caminhão não chegava lá com a comida.

Então eu fui lá com ele. Pô tio, estou morando de fome lá em cima, né?

Foi bom que no dia seguinte ele levou marmita. Estava eu com mais dois colegas e ele levou uma marmita lá para nós, no dia
<laughs> E vocês ficavam identificando os aviões?
A gente a aprende, pelo menos, que tem os artilheiros, tem o coisa, então a gente tem que identificar o avião para ver se era um avião inimigo ou não. Então a gente lógico que aqui só tinha os amigos, É não tinha nada. Mas a gente tem que identificar, inclusive, pelo que a gente aprendia, pelo estilo do avião, a gente sabia até a marca do avião, né? Sabia se era amigo, inimigo, quer dizer, naquela época todos amigos, mas sabia até se era um avião inglês, se era um avião hã fabricado na Inglaterra, na França, na na nos Estados Unidos, que naquele tempo lá a fabricação de alemão de avião também, em mil novecentos e ci quarenta e nove, cinquenta, era pequena, né? A maioria dos aviões que eram fabricados iam para a guerra mesmo, iam lá para o para o fronte. E aqui era um treinamento, né? Treinamento. Que se tivessem continuado a guerra, infelizmente talvez tivessem que ir lá e identificar o avião, que não podia ter terminado até antes.
<laughs> Nessa época você estava sendo preparado para ir para a guerra.

O soldado ele vai para o quartel pre preparado para ir para a guerra.
Mas para ir para a para a Segunda Guerra.
Naquela época... Não, o o o exército o exército, mesmo sem guerra...

O exército obrigatório. Hum Mesmo até hoje.
Mas naquela época vocês estavam sendo meio preparados para ir para a Segunda Guerra. Tinha uma guerra

A guerra terminou em quarenta e cinco e nós estávamos em
e nove Ah, você entrou depois então.

Agora, inclusive o...

Porque ela ficou lá na era artilharia antiaérea, ela ficava lá porque ela tinha os aviões que passam, os aviões que iam para a África, para coisa, né? E que também poderiam vir da África para para o Brasil.
Então, quando você entrou para o exército, já tinha acabado a guerra, na verdade.
Ah entendi Tinha acabado há uns quatro anos.
Ah, então tá, entendi.
Bom, eu entrei no exército, fui fui... Em que ano, que era? Entre quarenta e

Eu fui incorporado no dia trinta de março de quarenta e nove e saí no dia trinta e um de março de Cinquenta um ano e um dia. Um ano e um dia. <laughs> Servindo o E o meu pai não queria que eu fosse.

Inclusive, eu sendo trabalhando na estrada, a estrada tinha sido priva tinha sido federalizada, então quem era funcionário público não ia para a guerra, mas tinha que levar um documento. E eu, para os meus colegas que não quiseram ir, quer dizer, para o Exército, eu batia os documentos, dava para o meu patra chefe assinar e dava para os colegas né. Agora o meu eu não fiz. Meu pai, eu quero servir o Exército, pai. Não Você vai para Mato Grosso, tem importância. Vou servir o Exército. Só que em vez para o Mato Grosso, eu fui para Quitaúna. <laughs> Quitaúna é aqui, depois de Osasco né. Só que tudo naquela base, né? <laughs> O trem, só tinha um trem u uma vez por dia <laughs> e. Mas no segundo dia que eu estava lá, dei uma choradinha viu É. <laughs>
Por quê? Ah
Assim, um impacto, né? Tem coisa... Um monte de de de de de... Tinha um monte de colega.

E até o capitão teve que vir consolar ele. O cara deu um treco nervoso. E foi o cara quem pediu para ser... Ele ia ser dispensado, ele pediu. Eu não pedi. Falei, eu vou lá. Se tiver que ficar, eu fico. Se não tiver, me manda embora. Mas, acabei ficando. Até foi interessante, né...

Então, quem era analfabeto tinha praticamente sessenta por cento de analfabe, tinha alguma instrução.

Quando eu eu eu fui Segundo ano de conta de contabilidade, já estava né no ano no ano seguinte eu eu me me formei. Eu fui licenciado em cinquenta e me formei em E ele não perguntou para mim fiquei lá sozinho. Ele falou, e você aí? Eu falei, eh estou estudando contabilidade. <laughs> Aí o safado se pegou por mim como né... chamava de contador. Era um baixinho, bonzinho.

Esse cara, ele deu um negócio de comunista. Naquele tempo lá, eles tinham posto até bomba de no no Correio. E eu, na naquela oportunidade, fui tirar serviço no Correio, que é a minha unidade. E puseram bomba e tal. E eles deram como comunismo. Eu sei que ele foi preso né. Ele foi parar não sei aonde. E quando, depois de um mês que eu estava licenciado, Eu estou lendo num jornal no ônibus, capitão de exército condenado a trinta anos de prisão, tal tal tal como comunista, e foi tirar a prisão lá no no Sul. E o avô dele era marechal.

Era um cara bacana, viu? Não é porque... Nós somos o que somos, mas era um cara bacana. Daqueles... Imagina, o cara tinha vinte e poucos anos, era capitão já. Capitão, o cara. O cara para ser capitão hoje, a grosso modo, pelo menos vai chegar nos seus trinta anos. E ele já tinha passado por tenente, por primeiro, segundo tenente, aspirante, capitão. Tinha uma voz de comando e quando ele dizia sentido, a perna até tremia e você batia os pés.
E voltando agora um pouco para a sua casa assim, você você lembra de alguma festa familiar que você gostava

Ou de algum momento? Ah sim, tem.
É como eu disse para você né, a a minha senhora era festeira. Então, se ela pudesse fazer, meu aniversário, da que nem o aniversário dos quinze anos das minhas meninas, onde eu moro, <coughs> que é uma casa que tem mais de setenta anos, aliás, eu moro lá há quarenta e tantos anos, né? Mudei para lá em sessenta e pouco, a rua não tinha asfalto, a rua não tinha nem telefone.

<laughs> Não tinha. Nem na na na na rua, não tinha tinha luz, mas não tinha não tinha o esgoto ligado da da casa. E embaixo eu mandei fazer um um co um cômodo em cima tal, ou um apartamento, porque a casa era pequena, e ficou um salão. A patroa lá fazia né E ainda foi pegar um genro, eu tenho um genro, que que é o casado com a minha mais velha, chama de avô, por exemplo? Porque ele me chama de sogrinho. Então eu chamo ele de avôzinho agora porque ele tem três netos, né? <laughs> Esse é um festeiro que nem sei, viu? Se você for comer um dia o churrasco que ele faz, você volta toda semana para ver se tem churrasco para comer. <laughs> Estou com água na boca. Bom, para começar, ele é engenheiro químico, né?

E ele Ele que Faz um churrasco que eu te contar. Eu estou com água na boca, <laughs> café não quero, mas o churrasco eu aceito. <laughs> E ele é louco fazer uma festinha.
E como eram essas festas? Conta uma festa que a Norma... Qualquer festa que ela fazia era boa. É

Como que era? Conta uma.
Agora para até contar uma. <laughs> Escolhe uma
<laughs> ser
Geralmente nessas festas, o homem ele fica mais comendo, bebendo, <laughs> contando anedota. <laughs>
Mas como eram os preparativos ali que você via acontecer?
Nem nem prestava atenção.

O primeiro que ela me punha fora da cozinha, porque senão eu começava a passar o dedo nos trecos para experimentar, ver estava bom. <laughs> A única coisa que ela sabia me segurar na cozinha, é quando ela ia fazer nhoque, para mim pegar e cortar. O cortar o coisa porque ela pegava eu eu um ralador, ralador aberto, e ficava, ele ele fica, que aliás a minha cunhada faz, a minha fi filha também faz, então passa assim e fica que nem um casulo, porque dentro, entra o couro, e é uma delícia, né? To aí ele Aquele nhoque dela não é nhoque, era pedaço de de massa, mas uma delícia. <laughs> Vamos parar de falar de comida.
E aí vocês convidavam muita Sim Como que era?
A família era... A família, amigos... Amigos, eh amigos do do dos genros, os cunhados, cunhada, cunhada, amigos do do do co... Ela reunia bastante gente. Ela reunia aqui.
Em casa?
O fim de ano, a passagem do ano era sempre feita lá em casa. Aproveitava ter uma entrada de e tal.
E música? Como é que era?
Ah, sim, música. Os genros eram jovezão, né? Então eles sempre tinham lá um um disco.
E aí ouviu os discos.
Sempre tinha.
E depois de casado, vocês continuaram indo nos bailes? Como é que
Não, aí casado a gente ia no baile de vez em quando. Depois de um tempo, quando eu fui em oitenta e um, um amigo nosso né, que até o irmão dele é casado com uma prima da minha esposa, ele convidou para ir no baile.

que era o dia do baile, da terça-feira tinha o baile, ele me intimou a ir no baile.

Eu não dizia para ele que se ele queria não, vamos fazer. E ele vinha. <laughs> Ele pegou e me intimou.

Falou que é só chegar lá e procurar por ele. Quando eu fui olhar, ela já estava pronta. que era para ir ao baile <laughs> e estava pronta. Eu nem tinha me arrumado e ela estava pronta. Onde você vai? Você não falou que nós vamos no baile? Ah, é verdade. Aí fomos, começamos a frequentar o baile com esse casal, mais alguns. Esse ano foi você no segundo sábado de cada mês, que era o baile que é o baile da saudade. E nas terças-feiras eu não assumia compromisso nenhum. Porque outro dia da semana era capaz de assumir compromisso para dez, onze horas, meia-noite, para trabalhar, que tinha que trabalhar, porque né o morro tem que fazer o a alguma coisa. Mas nesse na terça e nesse sábado não assumia o compromisso Era capaz de assumir no no domingo, depois do baile né. <laughs> É porque achava que para ela era uma satisfação grande. Hum e depois se não, ela

Uma semana que ela estava lá. É porque você conversava com ela dez minutos, um dia nós estávamos em Poços de Calda, íamos para um tal de véu da noiva né, e me deu vontade de ir no banheiro. Eu peguei e fui no banheiro, quando eu voltei, ela estava conversando com um casal. Tal tal tal ai, bem, eles vão para o vão no vel da noiva Vamos levá-los eu estava com o Opala. Por que que não? Tem espaço, né? Espaço, então vamos levar. Enquanto eu fui no banheiro e voltei, ela já tinha feito amizade com uns caras que nunca tinha visto.

Coisa incrível. Até hoje, o que faz falta para mim é isso. Conversou, E tudo sempre na na boa. Se precisasse de alguma coisa, médico né, ela cuidou do meu pai. Meu pai, me lembro no mês de no mês de julho, papai doente, e tinha uma senhora que tomava conta. Papai já estava com quase oitenta anos, doente, mal da Alzheimer. Tinha uma senhora que cuidava dela e ele se sentiu mal.

Aí quando ela falou para mim, não eu sei bem mas acontece o seguinte, não é assim, você tem que se proteger melhor e tal. Aí eu falei para ela que ia pôr o meu pai no no asilo. Ela não queria. Falou, eu não posso, bem. Aí eu, dentro do meu raciocínio, ele é mais velho, como eu hoje, entre eu e minha filha, eu prefiro que né... Aí eu pus, mas você sabe que todo dia ela ia visitá-lo, né?

Ela já tinha o carrinho dela, eu tinha o meu, ela tinha o dela, ela ia todo dia visitar o o pai. O pai dela, ela cuidou o tempo todo. Cuidou de uns três anos de doença, que tinha doença na perna, tudo.

Tanto ela cuidava da da da doença, como também se precisasse fazer festa, como você está dizendo.
E vocês tiveram quantos filhos mesmo?
Nós temos duas meninas.
Duas meninas.
Duas meninas que são avós as duas.
Já as duas.
Uma tem três netos e a outra tem uma neta. Que, aliás, amanhã, essa que tem uma neta com a neta, com a filha e tudo mais, chega aqui em São Paulo às duas horas da tarde. Ela mora em Olinda. E a outra mora em Cotia, ela toda semana está lá em casa. Ah <laughs> E fim de semana eu vou lá comer o churrasco lá do <laughs> Do seu genro.
E como é que so uma delas foi parar em Olinda? Ela foi ela conheceu alguém de lá?

Então eu chego lá de reci em Recife, porque a loja é em Recife, e Olinda é como Sedaquim, Osasco. Ela iniciou em uma cidade histórica. Olinda é uma das cidades mais velhas do Brasil. É É Mais velha do que São Paulo, acho Olinda. É sim. Patrimônio histórico. E aí o meu genro foi para lá, ficou uma semana, adquiriram aquele bem e depois ele achou de morar para lá. Minha filha, com toda razão, A menina já estava com dez anos, o menino com oito, que hoje a menina tem vinte e nove, o menino tem vinte e seis hum vinte e seis ou

E como que elas se chamam, suas

Como é que foi? Como é que é Quando elas nasceram, correria, onde Ah sim Elas nasceram?

Tem umas historiezinhas.

A Bairi é a continuação da São Gualter. E enquanto eu fui buscar a parteira, quando eu cheguei, ela já tinha nascido. Quase que nasceu às cinco horas da manhã. A partir demorou muito para. Agora a mais velha não, a mais velha nasceu no hospital São João Batista, que hoje é o hospital ali na rua Tomé de Sousa. Aliás, na Duarte da Costa, eu troco às vezes um pouco o nome. Duarte da Costa, e ela esperou dois dias e depois que a menina nasceu, ela ainda voltou para a sala do parto Porque teve um problema, geralmente, infelizmente dá, mas depois deu tudo bem, tudo certo. que naquela época não tinha muita cesariana. <laughs> Hoje em dia sabe que você tem que brigar para fazer o o parto normal, né? É Você sabe que a essa minha neta, que teve os dois meninos, os dois meninos mais velhos, foi cesariana.

Só se não aguentar. E aí não teve problema. Foi para o hospital maternal. Eu como é o nome do hospital? Acho que é Alvorada. Eu sei que é aqui no Morumbi. Né e teve o menino... Ela queria ter um menino no E o menino nasceu com quatro quilos e pouco.

Se não me engano, amanhã ele faz um mês. O cara já está pesando cinco quilos.
Nossa! Esse esse vai ter três.
Japonêsinho. É, japonês é tem que ter cara.

Né e Já é bem, né apesar que o o pai e a mãe já são descendentes japoneses, então Falei, vê se agora vai ter os cem anos da imigração japonesa, se vocês fazem alguma festa, né? <laughs> É

Eu chamo ela de reloginho. <laughs>

Eu falo, você nunca chega a ficar amarelo?

Faleceu, há uns três anos, coitada. Os dois fi... Oi, desculpa.
<laughs> Me estava me contando dos seus bisnetos. É
E eles, eh para pôr o nome dos filhos, aí o pai, a mãe, tal, tal, tal, e eu não me lembro, outro dia ele me disse, porque ele vai pegar na história, né é uma é um é um bíblico, aliás, os três nomes, né, são bíblicos, né, dele, ele pega na negócio da bíblia, Ele e o seu... O meu o meu o que eu chamo de neto, né? Não deixa de ser meu neto. É O marido da minha neta, eu chamo de neto.
Ele escolhe então na Bíblia os nomes... Ele me chama de avô.
<laughs> A mulher dele me chama de avô, ele me chama também de avô. <laughs> É um cara bonzinho.
E eles frequentam muito? Hoje em dia, como é que funciona? Eles frequentam bastante a sua casa?
Não, eles passam em casa, né?

Minha filha mais velha tem três meninas.

Ela mora ali no Parque São Domingos, é uma psicóloga. Ah

As duas são psicólogas, formadas no Mackenzie.

Ela gosta muito de psicologia de para tratar de pessoa de idade. Mas ela trata também, ela tem um consultório de psicologia ali em Osasco. Ela morava em Osasco, agora mudou aqui para o Parque São Domingos. Tem uma casinha lá e tal. Mas é também uma.

Espi? <laughs> meio coisa... A espivitada.
Espivitada.
<laughs> Agora a palavra que sai com os <coughs> E é assim que vai levando a vida.
E se senhor mora sozinho hoje?
Eu moro, quer dizer, eu moro tem uma a minha cunhada, que ela fica a semana toda. em casa. Tem essa minha irmã que é deficiente, que ela fica numa casa de saúde, mas ela é minha auxiliar, em cadeira de Ela que faz tudo no computador. <laughs> É se quiser alguma coisa de computador, ela faz para você. Tem lá algumas deficiências, mas a deficiência ela supera todas elas.

E a minha cunhada que toma conta da casa no sábado. Ela vai para a casa da filha dela que mora lá perto Aham E volta geralmente na segunda-feira. Então tem eu, a minha irmã e a e a minha cunhada. E os netos estão sempre passando por lá. A filha. A filha mais velha. A outra tu telefona todo domingo. Agora hoje ela não vai telefonar.

Porque ela está aqui amanhã, né? <laughs> Então ela vai vai conversar pessoalmente. Ela vem para a tua Casa E no domingo, lá por umas nove, e meia, dez horas, <laughs> ela dá dá uma dá uma ligada, pergunta como é que vai, né? Então a gente bate um papo e vai perguntando também.
E como que é o seu cotidiano hoje, assim atualmente?

Por tudo que eu acompanho, né você não pode deixar de de tirar, porque senão a mente atrofia
E você continua indo em baile?

Não, parou.
Eu tenho a impressão que lá no... Outro dia o presidente lá do clube, que ele vem lá em casa por causa dos... Porque o meu escritório é em casa, por causa dos serviços que eu faço para o clube. Ah, você não foi no baile? Não vai no baile, o manzana?

E também não tive oportunidade assim de de ir, né? Agora, quando a minha neta se formou, essa de Olinda, que ela se formou lá em Olinda, tudo aí eu fui na formatura dela. Teve um bailinho lá. Mas a gente vai levando a vida, né? De outra parte, vai ser lutando. Viajar, viajar sim. Que nem agora, no dia que eu vou fazer justamente, que o meu gênero e a minha filha vêm lá de Olinda, eles são padrinhos de um casamento no sábado que vem, ele arrumou uma viagem lá pelo intermédio de um tio dele que é de uma agência, nós vamos para o Chile e para a Argentina. Olha Doze nas Quatro dias no Chile e três dias na Argentina, em Buenos Aires.
Nossa, o senhor já o senhor já conhece?

Não, porque há dois anos passados nós fomos para para a Europa. Nós fomos de navio até Barcelona. Né o navio como que eu

quando eu morava em Paris. Então ela fez uma arrumou uma excursão, nós fomos em Barcelona, de Barcelona fomos para Paris, ficamos três dias em Paris num hotel e apartamento lá dela, e fomos para Madrid, de Madrid nós fomos para Palmas e Mallorca, né para Lisboa e viemos para o Brasil. Viemos pela Transportes aéreos portugueses.
Nossa, que viagem, hein?

Viagem gostosinha, viu?
Você não
também Fazer, sabe o ano que eu tenho visto aí? Que, aliás, eu vou ver se eu combino com ele fazer o ano que vem. Tem uma de dezoito dias. E não é caro. A viagem toda, em valor de hoje, se não me engano, fica num total de, em real, fica num total de sete mil reais. São dezoito dias. Não me lembro onde começa, mas é Madrid, Paris, Roma, Veneza, umas outras cidades italianas, e pa eh Suíça, não é e um outro país. Dezoito

Só que lá é feito tudo de ônibus, né? Daqui você sai do do do coisa, não sei se você... Começa por Paris ou Madrid e depois você vai fazendo tudo de ônibus.
Nossa
O ônibus hospedagem, né? Que ótimo É muito bom. Mesmo quando nós no no próprio navio, quando nós fomos no navio, ele para no Marloca de Tenerife, que é uma coisa, fica um dia lá eh coisa, para em em Lisboa, que também fica um dia em Lisboa, vai passear no navio. Depois, quando nós viemos, nós ficamos mais dois dias em Lisboa e fazendo, lógico, um tempo maior. E para, tem tem outros... Eu sei que eles param em quatro cidades de da França, de Portugal, França e Espanha. Cidades beira-mar, né? Para chegar a a a... É, para chegar em Palma. Porque a gente Chegamos em Palma de Mallorca. Ah, é. Palma de Mallorca e tem a Palmas... Palma não sei do que que é na em Portugal. Palma de Mallorca é na Espanha, mas é muito, ainda divide, <laughs> divide em dez prestações. <laughs> É E praticamente com tudo pago, minha filha. Ai Mas essa essa que nós vamos fazer, esses são oito dias, que conta do dia doze e volta no dia vinte, mas volta no dia vinte no fim da tarde, porque praticamente... Dois dias, vamos dizer, é viagem né. São quatro dias em é... A gente sai daqui cedo e já conta um dia já conta em Santiago não é. Parece que não chega a ficar em mil e oitocentos reais. Se for fazer a conta, são duzentos reais por dia com tudo. Tudo pago. Meia pensão, tudo.

Agora, assim, de de memória, era aquela que eu me lembrei. Dos dois tombos, me lembrei. Do carregar o carrinho, me lembrei. <laughs> De entregar leite em porta.

Não digo roubar, mas surupiar a massa de vidro de janela te contei. Também a consequência. Os estudos são relativos, porque a gente, nós, que está dentro de uma sala de aula, né? E de coisa assim, não estou me lembrando. Não sei que você possa me fazer alguma pergunta que você tenha feito para outros e que não fez para mim e que eu não tenha me lembrado.
Deixa eu pensar. <laughs> Acho que eu fiz. Tem alguma também deixar uma mensagem, um recado?
A mensagem que eu quero deixar a todos é que a vida é muito boa. tendo as companhias que a gente tem, também dirigindo a vocês todos, né, é esse trabalho que vocês fazem que é magnífico, que vocês tiram das pessoas histórias, né, onde vocês poderão, inclusive, no futuro, ter alguém que possa ter benefício com essas histórias todas, que não tem nem dúvida que tem, é só questão da pessoa ter o interesse e poder verificar, né, E dizer a vocês um muito obrigado pelo trabalho de vocês e pela atenção que vocês, pelo menos a mim, estão dispensando. Que eu acho que é igual a todos os outros. Tá Obrigado.
<laughs> Obrigada a você. Gostou de dar?
Eu tenho um pensamento. Não sei nem se você

O pensamento ou não Pode Po tem um pensamento que é meu e Se vocês quiserem eu trago para vocês É assim, ao pensar, pense alto Que assim alguém, ao ouvi-lo Talvez coopere consigo Esse pensamento só completando porque vem. Era o dia deesete de março de Mil novecentos e oitenta e nove eu estava numa repartição da Secretaria da Saúde, um balcão enorme, um processo na minha frente e aguardando para ser atendido.

Eu olhei assim e falei, é o número tal. Ela falou, é, eu falei está aqui, bem. Aí eu pensei comigo, foi pouco. Ela não pensou, ela perguntou. Mas mesmo depois dessa época, que no meu escritório tem isso, Eu estou procurando um documento, eu, poxa vida, onde será que eu deixei minha caneta? A minha irmã, às vezes, está lá na cadeira. Ah, você deixou aqui em cima. Você não, poxa vida, eu estava com tal documento, onde eu deixei? Então, tudo que eu penso, eu eu penso alto. E e quando eu tive esse pensamento, eu cheguei num lugar que estava oitenta e nove, o computador estava praticamente nascendo, pode-se dizer, e eu disse isso para um rapaz, um rapaz bom, então ele fez, ele fez em letra gótica. Então eu costumo tirar a fotocópia e dar para as pessoas. Vem aqui, eu trago para vocês. e digo, pode tirar e passar para frente. Sabe que eu cheguei numa reparti duas ou três repartições, eu estava na pasta, eu dei e passou uns vinte dias, cheguei lá na na no no coisa, a menina tinha posto. Ainda eu brinquei qual é, onde é que você arrumou isso daí? Pensando que eu não se lembrava quem era. <laughs> Falou ah, o senhor que me deu. E ela falou, sabe que funciona? A pessoa vem aqui ler e às vezes quando eu passo... Pensava.

Se quiser mais resumido, na Lapa, pelo qual eu tenho bastante orgulho, na piano brasileiro, paulista. Atualmente eu estou aposentado, mas eu exerço minha profissão normal de advogado né, faço as minhas funções diariamente, eu que eu posso, a não ser que queira saber mais alguma.